Projeto Memória dos Brasileiros, depoimento de seu Jaime Ramos Marinho, entrevistado por Gustavo Ribeiro Sanches, Porto Velho, 22 de junho de 2010, realização Museu da Pessoa, entrevista número MB-HV124.

Para mim falar. Para você falar para mim. Agora? vamos lá.

e trinta e sete. E o senhor nasceu aonde? estado do Pará, em Capanema.
Está certo. E lá em Capanema você vivia com quem?
Em Capanema eu era menino e vivia com meu pai, em Capanema. quando foi em mil novecentos e quarenta para vir para Porto Velho. nós desviamos em viagem fomos para Roraima.

E lá minha mãe adoeceu e faleceu. Depois adoeceu uma irmã minha e faleceu. o papai ficou com seis filhos, pequeno, né? Aí nós viemos de lá, <coughs> hum para Manaus. Quando chegamos em Manaus, nós viemos para cá, pegamos o trem e fomos para colônia do Iata. Mas o papai sozinho, lutando com um bocado de filho, aí ele resolveu ir para Manaus de novo. nós chegamos em Manaus. Papai é evangélico de nascimento, e eu também. Aí um dia nós na igreja, à noite, na Assembleia de Deus, Chega um pastor de Lábrea. o pastor da Assembleia de Deus de Manaus apresentou o papai na igreja.

Quem sabe que o senhor não casa com ela? Aí papai resolveu ir e coincidiu de ele casar com ela. É. Casou com ela. Depois que casou com ela, ainda teve dois filhos. É, é.

Aí ela morreu de parto de um outro. o papai ficou. Viúvo. tinha um pastor lá em Lábrea, aí convidou ele para ir para um lugar que tinha no Purus. por nome Kariuacanga. Kariuacanga é língua indígena. Kariu é homem e canga é branco. Por isso que diz Kariuacanga, Aí papai foi <coughs> hum Ele já mais ou menos com cinquenta anos. Quando veio de lá foi casado com uma menina Então, quando chegou lá em Lábrea, essa menina ficou junto com nós brincando, parecia éh éh éh tudo irmão. Ela era novinha também, e nós tudo novinho também, com quatorze anos, quinze, dezesseis anos, os filhos, né? ele se deu muito bom com essa com essa esposa dele, que ele faleceu com noventa anos na companhia dela. É.

Papai formou um bocado de filhos, inclusive tem éh é duas netas dele na na Formou-se na Islândia do Norte e foi para...

Então, elas são jornalistas em bêbêcê de Londres. É. duas, sobrinha minha. filha de uma irmã minha. Então, a a minha madrasta, essa que ficou com o pai até ele morrer, ela vive em Londres, tomando conta das meninas lá.
Né? Que fantástico.

O nome do lugar era Novo Andirá. Aí cortei uns três anos de seringa. Depois eu saí de lá,

Trabalhei uns seis, sete anos.

Eu cortei, talvez, uns seis, sete anos lá. Depois saí de lá, vim para cá, para o Rio Machado.

Tem os filhos aqui, o Roquilme, inclusive, ele é até advogado aqui, né? Tem o Rochinha, dentista, mora em Pernambuco. Tem Aderbal também mora em Pernambuco. eu vim me embora aqui para Porto Velho. que eu cheguei aqui em Porto Velho, eu fui para o garimpo. Aí trabalhei uns quatorze a quinze anos no garimpo de cassiterita. É. de estanho, né? Aí depois que eu vim de lá, foi que eu fiquei aqui em Porto Velho, aí fui trabalhar no Mercado Central, que justamente na época não era Mercado Central, era Feira Modelo. depois que reformaram, foi que botaram o nome de Mercado Central, que é aquele que eu trabalho hoje.
Voltar um pouco, vou fazer umas perguntas para o senhor agora então. O senhor falou da sua infância la lá no Pará, assim, que que você lembra da casa que você vivia?
é é a coisa mais importante do mundo, é aquelas pessoas de antigamente, quando criança, Não é que nem esses de hoje, não. Com cinco, seis anos de idade, você pergunta depois de muitos anos, ele não lembra. lembro detalhadamente de tudo, todo o nome daquelas pessoas. Inclusive, eu tenho um amigo que quando eu tinha seis anos de idade, ele me carregava dentro de um caçoar de mandioca, de mandioca o de cavalo, né? ia dentro de um caçoar e minha irmã ia dentro de outro caçoar para casa de um avô um avô meu, lá numa colônia que tem. ele chega no mercado e vai fazer pergunta. de mim, daquela época, eu me lembro de tudo detalhadamente. Como a gente se lembra, né? Nós morávamos na beira do rio, por nome Caeté. Beira do rio, né? papai trabalhava de agricultura. mamãe era dessas mulheres trabalhadoras, o pai trabalhava com muito homem. Quando era, assim, dia de sexta-feira, Para sábado ou sábado, para domingo, ela pegava o cavalo, saía uma hora da manhã, andava no cavalo seis léguas para Capanema, para Capanema, que nós morava na colônia de Capanema, para ir comprar rancho, que é para os trabalhadores comerem a semana, né? Me lembro de tudo de quando eu era menino.
tudo. O senhor falou desse tamanho de oca, o que mais você lembra essas brincadeiras, essas coisas de criança que?
é o seguinte, por incrível que pareça, papai nunca deu chance para nós brincar. de jeito nenhum. foi trabalhando, eu eu admiro hoje, eu admiro hoje, Mãe? Pai até que não, mas mãe dizer não. Meu filho tem dezesseis anos, ele não pode trabalhar não, ele é de menor. comecei a trabalhar com seis, sete anos de idade. ia para roça com meu pai arrancar mandioca, limpar a mandioca a terra, botar dentro dos caçoar, pai botar no cavalo. Desde meninozinho que eu trabalho. É. negócio de de de trabalhar, é proibido trabalhar assim, de menor. É com carteira assinada, eu concordo. Mas trabalhar autônomo? De maneira nenhuma. também. lei de hoje. Para você ver como é que é a lei de hoje. é tanto como o povo fala não. porque não pode bater. Pode. Pode corrigir o filho. pode é bater para deixar hematoma. Aí está certo. Aí não, é Aí vai para cadeia mesmo. <laughs> Mas dá uma tapinha, dá um puxãozinho de orelha, um cascudinho assim, pode. Porque se você criar um filho desde pequenininho e não corrigir ele, ele vai lhe dar muito trabalho mais tarde. trabalho. Com seis anos o senhor trabalhava na roça? Já. E que Sim. agora vamos chegar, eu quando me formei. É. eu eu me formei. Aí arranjei uma mulher. Eu não casei, eu não sou casado. Nunca me casei, não. <coughs> Hum Eu arranjei uma mulher. comecei a criar filhos. É. tive com minha mulher dezesseis filhos, né? comecei a criar filhos. Os filhos começaram a crescer. queria levar ele no regulamento que eu fui criado, mas você sabe, a mãe se metia no meio, né? apoiando o filho. Eu digo, não, mas não pode apoiar o filho. De jeito nenhum. Você tem que apoiar é a mim. Porque eu não quero nada de mal para o meu filho. Eu quero só o que é de bom para ele. vezes ele queria sair de noite para a rua, aí eu dizia, não, não vai não. Aí ela dizia, por que que você não deixa seu filho ir para a rua com ano? Eu dizia para ela, um dia eu vinha da igreja, passei numa praça mais meu pai, eu vi uma namoradinha minha lá, Aí eu disse, o que é que eu faço para mim conversar com a Mariazinha?

Aí digo eu vou deixar o papai dormir, aí eu vou fugir. eu deixei o papai se acomodar lá e eu fugi. Fui bater na praça.

Mas eu com medo do velho se acordar, né, e fechar a porta. eu passei lá mais ou menos vinte minutos, quando eu cheguei que empurrei a porta, fechada a porta. Aí eu digo, e agora? de novo, aí o velho abriu a porta. Acendeu a luz, já estava com a corda na mão. Se ajoelha aí. peia, né? com dezoito ano. eu falava para ela. Ela dizia assim para mim. mas isso era no tempo do atraso. Quer dizer, apoiava os filhos e me desapoiava. Aí eles foram os filhos foram criando, né? Quando foi um dia, mataram um. um filho meu. Aí peguemo, enterremo ele, era aquele chororô dela digo, você que foi a culpada de ter matado nosso filho. quando foi um dia, eu cheguei do mercado, eu tinha um menino que eu criei ele, eu nunca bati nele, porque ele era um menino muito obediente, não sabe? Nunca precisou de eu bater nele. Quando era quatro horas da manhã que eu me levantava, ele já tinha ido para o mercado, ele dirigia carro, quando chegava, Chegava lá, ele chegava com um carro cheinho de laranja, que eu toda vida vendi só laranja, né? ajeitava lá tudo, quando era meio dia mandou a gente embora para casa, ele tomava conta. que o camarada tem um filho, ele cria ele, e em casa ele sabe quem é ele, mas na rua ninguém sabe não. não sabe a gente não sabe o que é que ele apronta na rua, né? quando um dia eu cheguei em casa, ele tava com febre. Eu fui na taberna, comprei uma pílula para ele. Fiquei com a pílula na mão e chegou um colega dele, né?

Digo, ele está doente, está deitado. ele aqui para mim, eu chamei. ele falou lá não sei o que para ele. Ele estava só de bermuda.

Ele falou que ia na casa desse cara. não meu filho, não vá não, deixa para ir amanhã. Você está doente? Vai tomar pílula, vai se deitar, amanhã você vai. Aí a mãe disse, por que que você não deixa o menino ir? O que é que você tem que mandar na vida do menino? Ele tem dezessete ano O que é que eu vou fazer? ele saiu. Na hora que ele saiu, rapaz, eu senti dentro do meu coração que ia matar ele. Aí fui chamar ela, vem cá.

Tinha um pé de jambo desse daqui, tinha um banco debaixo assim, né? digo, vem cá, sente aqui. Ela foi sentou. digo, eu te chamei para sentar para escutar o tiro que vão dar no nosso filho. diz, tu está doido, quando der o tiro.

digo, eu não falei? Pouco chegou um cabra correndo

Aí fui lá, ele estava morto debaixo de um pé de jambo. cara veio buscar meu filho em casa para matar. Agora, tem muita gente que diz assim. Tinha que acontecer. Negativo. tinha que acontecer. porque o cara foi. Não é verdade? vezes o camarada tem um filho. Papai, eu vou para rua, para festa. Meu filho não vai não, meu filho. Fica em casa. Não, eu vou, papai. Então, até que foge, vai lá, matou. tinha que acontecer?

Ele foi porque ele morreu p pela desobediência dele, né? Bíblia Sagrada é um livro um livro claro que ele fala muita coisa bonita, né? Fala sobre família, mulher, tem uma parte que diz assim, a mulher sábia edifica sua casa, mas a mulher tola derriba com suas própria mão, né? Tem Tem outra parte que diz, para o filho honra teu pai e tua mãe para que eu te prolongue os dias na terra. Eu dizia para minha minhas irmã, olha, eu vou morrer velhinho em cima de uma cama. Ela disse Quem di quem te disse? Eu digo Deus, pela pala palavra dele. Foi a coisa que mais eu honrei na minha vida foi meu pai, material e espiritual. Porque se tu hon honrar teu pai espiritual, tu está honrando o material. tu honrar o material, tu está honrando teu pai espiritual, que é Deus, né? É. Tu está fazendo a vontade dele. Não é verdade?
Com certeza. É.
Pois é, rapaz. gosto muito de ler a Bíblia, eu sou evangélico. Eu gosto muito de ler a Bíblia, aquelas par passagens lindas. Tem umas passagens na Bíblia muito importante Vocês lêem a Bíblia?

Vocês conhecem aquela passagem de Saulo de Itachi?
Eu conheço mais o Salmos do que o... Ah tá!
de Tarso era um homem que vivia para perseguir o povo de Deus. um dia ele ia para Damasco fazer essa missão, quando surgiu um grande E ele caiu do cavalo no chão cego. E uma voz falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse, quem és tu, senhor? E a voz disse, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegue? para te recalcitrar contra os aguilhões. disse, o que é que eu devo fazer? E a voz foi e falou o que é que é dele ele deveria fazer. em cima disso, eu tirei uma música muito linda. letra da música é a coisa mais importante. Ela diz assim, a letra da da minha música. andava num mundo perdido e sem paz Minha alma sem ter direção De Deus eu vivia esquecido e incapaz De lá receber salvação Foi Jesus o meu guia leal Que morrendo na cruz me comprou Eu andava num mundo a vagar Perseguindo a igreja do Senhor Eu andava sem misericórdia e sem luz, zombava do povo de Deus, sem pensar que aquele que morreu na cruz, velava pelo povo seu. Jesus encontrei salvação, sua graça posou sobre mim, consertou o meu vil coração e me salvou pelo seu amor sem fim. dia uma coisa me aconteceu, um grande clarão me cercou, no caminho de Damasco com amigos meu, também vi a luz do Senhor. Eu tremendo caí sobre o chão Uma voz lá do céu me falou Conheci que é o meu coração Pela graça de Deus se transformou Esta voz gloriosa que eu vi me exortou Por meu tão cruel coração Meus olhos também num momento cegou Olhei e não vi mais o clarão E guiado a Damasco cheguei Lá fiquei cinco meses sem beber E orando a noite então Vi um crente em Jesus me aparecer Depois de três dias o jovem chegou, o Senhor ordenou-lhe assim, pediu para entrar e comigo falou, impondo as mãos sobre mim e orando por mim ó Jesus. Espírito de Deus me selou, a minha alma recebeu mais luz no momento meus olhos clareou. Dou glória a Deus porque já recebi a água da fonte do bem. porque meu Jesus conheci, espero que breve ele vem

Que mudança o pecado estava tão medonho que tinha chegado o turno da glória. Deus mandou um anjo avisar Ló, que se retirasse da cidade, que ele ia baixar fogo sobre a cidade. Mas quando ele for saindo, não olhasse para trás. a mulher dele olhou para trás, E ficou virada numa estátua de sal. tenho uma linda música ali também. Eu tenho uma música também, quando Jesus chegou em Genesaré, que encontrou Pedro, Tiago e André pescando. falou, Senhor, passei uma noite todinha pescando, não peguemo nenhum peixe. disse, lança a rede no mar. eles lançaram a rede no mar. Bíblia fala que pegou tanto peixe que só faltou se romper a rede. Bíblia diz que pegou cento e setenta e três grandes peixe. tenho música ali também. Eu eu eu sou compositor evangélico. É. Eu pego e eu sou desse compositor que eu pego, leio, copio, Copio, estudo e coloco a música. Eu não sou repentista, está entendendo? Cada pessoa assim tem um dom.

Não, isso aqui... Isso aqui é o seguinte, foi depois que eu ganhei esse violão da minha filha, que quando o Espírito Santo de Deus falou dentro de mim para pegar o violão e cantar para ele, que eu peguei o violão, botei debaixo do braço, quando eu fui entrando dentro de casa, falei para ele, olha, tu mandasse eu pegar o violão para cantar para ti, então tu vai me ensinar, né? E aí, olha, é muito importante. posso cantar uma música?

Posso cantar uma música? Eu vou cantar uma música Eu vou eu vou eu vou cantar uma música já já dali daquele negócio do ovo. Preste bem atenção. criava muita galinha no quintal, Aí levava muito gui milho para galinha comer, e e a galinha era era era era presa assim, então ela co co comia o capim tudinho, não ficava nada no chão, só ficava o chão mesmo, né? quando é um dia eu cheguei em casa, tomei banho, almocei, peguei meu violão, fui para o fundo <coughs> do quintal. Quando eu cheguei no fundo do quintal, eu olhei, tinha uma pedrona grande, e eu olhei, tinha um pé de mato desse tamanho. Aí eu fui lá, conheci, tirei o verso que diz. um ovinho dourado que um dia foi enterrado na terra ele inchou em dez dias arrebentou. Não pense que ele morreu, sua casquinha rompeu, mas em vez de um pintinho surgiu um broto verdinho. broto tanto espichou que a em planta se transformou com folha muito alongada, cortante como espada. E tinha para se aguentar raiz no chão e no ar. Depois que a chuva caiu, um pendão de flor abriu. E um pouquinho mais embaixo, uma boneca de cacho. boneca engraçada, cabeludinha e barbada. Depois que ela cresceu, chegou alguém e colheu. Despiu toda a pobrezinha e ralou-a na cozinha. E o sangue dourado dela pôs com água na panela. com colher de pau e transformou-se em mingau. Pôr-lhe açúcar, temperou e no fogo cozinhou. por fim, deu-lhe mortalha no vestidinho de palha. A boneca transformou-se num mais delicioso doce, mas agora tem vergonha de ser chamada de pamonha.

Muito bom.

É. É assim, né?

Então, você ganhou o violão e você aceitou o violão de primeira você? Ué.
não aceitei o violão. Ela chegou, ela ganhou do namorado o violão e chegou e mim deu o violão para mim. Pai trouxe para violão. eu disse para ela, eu não quero não. Não quero violão não, que na minha família não tem ninguém que saiba tocar. quando... Aí ela disse, então eu vou dar para primeira pessoa que eu topar na rua. E o cara comigo disse, pode dar, o violão é seu, né? quando ela chegou no portão, a o Espírito Santo de Deus tocou dentro de mim e falou, pega o violão e canta para mim. Foi quando eu corri no portão que peguei o Aí quando eu vou entrando dentro de casa, que eu botei o violão debaixo do braço, eu falei com ele e disse assim, tu mandasse eu pegar o violão e cantar para ti, então tu vai me ensinar. tudo que eu sei no violão, cantar minhas músicas, tudo, foi Deus que me ensinou. Eu nunca fui em escola de música. nunca sentei num banco de escola.

tem muita gente sabida nesse mundo, não tem?

Mas é a prioridade deveria ter uma pessoa que fizesse um livro, um livro para conscientizar o povo do trânsito. Porque é uma das coisas que mais mata no mundo é o trânsito. tem outra coisa, não tem doença para matar. O trânsito. O trânsito mata toda hora, em todo instante, em todo segundo, né? nunca apareceu uma pessoa E se por acaso aparecer uma pessoa que tira uma poesia do trânsito, esse sabidão, ele chama a gente de otário, de besta, está entendendo? Mas sabe por quê? Porque ele não tem capacidade, é, ele não tem capacidade de tirar um verso lindo que nem esse aqui. Aquele sinal no trânsito é para atenção e defesa, que fica ali permanente mostrando a luz acesa. Mas depois do acidente não se sabe quem mente nem quem diz a certeza. Quando o sinal vermelho aparece, está mostrando perigo. Quem a ele desobedece merece grande castigo. sujeito de sofrer, se machucar e morrer e baixar o negro jazigo. O sinal verde é a passagem livre, poderás passar tranquilo? Mas surgindo o amarelo, tem que obedecer o estilo. O vermelho é vice-verso, se penetrar dá processo, porém, não tem empecilho Não é lindo, não é perfeito, o verso? Isso é Deus que ensina. Não é eu que sei, não. Eu não sei de nada. analfabeto, praticamente, que eu nunca estudei.
E você falou agora que você falou que nunca estudou e falou que também era difícil brincar.
Então, o senhor em pequeno trabalhava na roça... Ah, mas eu trabalhei desde pequeno, direto. Olha, é a coisa mais que eu gosto na minha vida é de trabalhar. Sabe por quê? sou aposentado. O que eu ganho dá muito bem de viver. Minha mulher é aposentada, ganha mais ou menos. para quê que eu vou trabalhar? povo diz, rapaz, não vinha trabalhar. eu digo lá, é o seguinte, eu vou trabalhar, só vou de deixar de trabalhar quando eu morrer. É porque eu amo o trabalho. É gratificante o cara trabalhar. vezes eu admiro, assim, rapaz, tanto... De rapaz novo, vagabundando na rua, mexendo com droga, pintando e bordando, indo preso, sai apanha da polícia e não trabalha, não quer trabalhar, não quer fazer coisa nenhuma, que coisa triste, né? gente tem que... Olha, tu sabe de uma coisa? <coughs> estudo, é lógico que é bom. Eu tenho duas filhas formadas, uma em contabilidade e a outra em magistério, né? a formar, tudo bem, né? eu não me arrependi um nada, nem nada, nada de eu não ter aprendido ler. quer dizer, ter ido à escola, porque eu sei ler, eu aprendi praticando no comércio, sei contar, eu sei ler, sei as quatro operação de conta, tudo eu sei, mas no comércio, eu praticando, aprendi, né? Agora, trabalhar eu gosto demais. Desde menino que eu trabalho. Todo dia. domingo, é feriado, é dia Eu não tenho negócio de guardar dia, não. até doente, eu vou trabalhar. É. mas eu gosto de trabalhar.
E o senhor falou que depois que o senhor casou, que você veio para Porto Velho, daí? Para tentar, pa, não, para trabalhar na seringa, né, não para Porto Velho. Não,
eu eu depois que eu arranjei mulher, eu vim para Porto Velho, morar aqui em Porto Velho. é. Aí eu fui para o garimpo, trabalhar no garimpo. depois que eu vim do garimpo, foi que eu fui trabalhar aqui no comércio, né? É, que eu fui trabalhar no comércio.
Se antes de falar do garimpo e do comércio, eu queria que você falasse um pouco das da experiência da seringa. e começou isso?
Ah, sim, a a seringa, né? seringa é o seguinte, mil novecentos e quarenta até quarenta e cinco, é é tinha uma imigração vindo do Nordeste para cá, para Seringal, para cortar seringa. tempo da guerra, para fazer borracha, para ir para lá, para os Estados Unidos, aquilo é para pneu de avião, de carro, né? a todas aquelas pessoas que vieram naquele tempo, soldado da borracha, vieram trabalhar, mas eles eles tinha, assim, tipo um um salário, né? só que depois que começou a trabalhar, começou a pegar borracha e vender para os patrão, né? esse negócio desse salário ficou ali. depois de uns anos para cá, não sei que ano foi, começaram a mexer com esse negócio soldado da borracha. Você já viu falar, não já?

Soldado da borracha. começaram a mexer. Aí hoje tem muito soldado da borracha, né? Tem muito soldado Eu não peguei, soldado da borracha, porque na época de eu de eu de eu de eu me apresentar, faltava um ano ainda. E eu trabalhava, carteira assinada e tal, que eu trabalhei eu trabalhei no SESP, antigamente era SESP, depois passou a SUCAM, hoje é FUNASA. trabalhei <coughs> federal federal. eu saí, fui trabalhar em navios, Viajando, navio da SINAPI, né? Trabalhei em muitos navio o por sinal, sei até de cor um bocado Eu trabalhei a bordo da, Evandro Chaga, Sorocaba, Diamantina, Aracaju, Campina, Uruguaiana, Sapucaia, Trombeta. Tudo foi navio que eu trabalhei. Esse navio da Sinapi, né? Aí depois eu saí e fui para a seringa, mas eu fiquei pagando como autônomo. Né? Aí quando chegou o tempo eu me aposentei, quer dizer que eu ganho mais do que o soldado da borracha. Quer dizer que que nós só temos direito a uma aposentadoria mesmo.

Você trabalhou nos navios? Você fazia o que no navio? Ah,
no navio é o seguinte, tem um mestre do navio, o o o primeiro é o comandante, é que comanda. Depois tem o médico, um o o o o comandante, tem o prático, tem o moço de convés. Tem o marinheiro, tem o linha de fora. linha de fora é quem trabalha carregando carga, embarcando, desembarcando, né? marinheiro, o marinheiro só dá plantão dentro do navio. Eu trabalhava de taifeiro. taifeiro, o serviço do taifeiro é pegar os prato, botar na mesa pros oficiais, tirar da mesa e botar lá para lavar. na copa, né? É. tem o copeiro, que é só de mexer com lavagem, de...
Pois é. E aí você começou a trabalhar como taifeiro e viajou em vários navios?
viajei em muito navio da Sinapi.
E como é que era as viagens de navio? Tem agora história en engraçada, uma história que você lembra? Hoje
Hoje acabaram. Acabaram com o navio, né? Acabaram com o navio. você você começava a fazer navio, o navio vinha cheinho de boi. Tinha chiqueirão de boi, só para matar dentro do navio, só para os passageiros comer, po po pos empregado comer. Os boi vinha vivo dentro do navio, né? Aí o navio vinha cheinho de mercadoria. Para aquele seringalista do Acre, né? de mercadoria, todo tipo de mercadoria. farinha, tudo, O navio vinham cheio, carregado mesmo. peso, muita carga dentro do navio. Aí quando chegava nos portos, descarregava tudinho. pegava borracha e castanha. E ela jogava dentro do navio, carregava o navio e vinha embora para Belém do Pará. ficavam em Belém, outras ia para o Estados Unido, castanha. É, assim.
E você lembra alguma história engraçada, algum causo de navio, alguma coisa que Você passar mal num navio?
Não, não, não. o seguinte, eu vou contar a história minha história minha, Eu trabalhei no Seringal, Seringal aonde tem muita onça. A onça come gente. Né? Aí eu fui trabalhar numa colocação, ela dava oito horas longe de gente. Lá tinha muita onça. Hoje eu não faço mais isso não, mas antigamente eu fazia, para mim aquilo era banal. vezes eu tava em casa, só tinha uma coisa que eu fazia um sorte na casa, eu não dormia assim embaixo não, dormia lá em cima trepado. Com medo da onça, que muitas vezes ela entrava e pegava o cara. Aí eu ia cortar seringa, pegava a fa uma peixeira, botava na cintura, uma faca de cortar seringa e a espingarda. Chegava na boca da es da estrada, eu deixava a espingarda. subia na serra cortando seringa. a, aí eu escutava a onça esturrar em cima da serra, sei que estremecia o chão. Eu não tinha nem medo, não. Poronga na cabeça, a luz acesa aqui, uma poronga, né, para clarear, e eu ia me embora. Quando foi um dia, eu tinha cortado um rodo da estrada, tinha deixado a espigada assim na boca da estrada, aí cortei um rodo, rodo assim, um rodo é assim, vem, vem, vem, eu entrei aqui, vem, vem, aí vai passando bem aqui de novo, aí volta para cá. Aí eu tinha cortado aquele rodo bem aqui, tinha uma uma uma madeira, uma seringueirona grossa, em cima de um le lageral de pedra, não tinha mato de jeito nenhum. eu tava ali cortando, eu escutei estralar assim atrás de mim. Tranco. eu pensei assim, rapaz, isso é um estralando a orelha, que onça se estrala a orelha. Que eu olhei tinha uma de coca, mesmo assim, já para pular em cima de mim. Aí eu me levantei, arrudiei para subir na seringueira, mas ela era muito grossa, não dava de ambra embarcar, Aí eu corri para boca da estrada, cheguei assim na boca da estrada, peguei a espingarda e voltei. Ela estava no mesmo canto. Quando ela me viu, ela correu pulou em cima de uma pedra, eu atirei nela, ela caiu lá em f do outro lado da pedra, morrendo, matei. vez, eu trabalhava numa colocação, E lá perto de mim, com uma meia hora de viagem, tinha um português e um cearense da Meruoca. Ce naquela época era bravo, valente, né? ele veio para lá trabalhar. E trabalhava com esse português na colocação. E a o assoalho da casa de seringueira era de pano de paxiúba. não é pregada, só é colocada assim, né? um dia ele estava comendo, negócio de umas sete horas da noite,

Aí ele foi e disse, no dia que tu passar de no de novo aqui, eu vou te varar. Quando foi um dia, ele estava jantando de noite, a onça foi passando, ele meteu-lhe um um espadinho no meio da costa da onça. até onde não pôde. Ela meteu dos pés, arrancou o pano de paxiúba e caiu dentro de casa e avou em cima dele. Ele pegou nos dois braços da onça. Pegou e segurou. O bicho era fortão, né? E a onça era só rasgando ele com os pés e as tripas descendo. E português, se é de matar a onça com a espingarda dentro de casa, correu, trepou na na linha da casa. rapaz, quando as tripas do homem estava tudo no chão, o sacão ia embaixo e ele ficou lá o português desceu, atou a rede, botou ele dentro da rede e foi me chamar, que eu morava assim. Uns quinze ou vinte minutos, né? o português se perdeu na mata. Aí quando chegou lá, me contou a história. peguei uma espingarda que eu tinha, uma palanqueta, palanqueta do chumbão, que a gente faz desse tamanho e bota dentro do cartucho, né? eu vim. Quando nós cheguemos assim, aí o português foi e disse, rapaz, o homem está melhor, a rede está balançando, que eles tinham botado ele dentro da rede, mas não, a onça tinha voltado, tinha acabado de matar ele, já tinha comido a cara dele, já tinha comido o estômago dele. Quando nós encostamos na escada, a onça voou em cima de nós, eu meti o fogo matei. Foi onça maior que eu já matei na minha vida. Tirei o couro dela, botava assim na linha da casa, encostava o rabo no chão. que era medonha. Que loucura. <laughs>
<laughs> E garimpo? Como é que era no garimpo?
Rapaz, o garim o garimpo é o s é o seguinte. garimpo é... É um lugar de aventura. O garimpo de pedra preta, de cassiterita, até que... Até que a gente faz, né? o garimpo de ouro é mais difícil. Mas, muita vez, você baixa a cata, a cata é um buracão, que você faz um buracão de oito metros de fundura, dez por dez, aí chega lá embaixo e não dá nada, chama-se queima. Queima a cata, não dá nada, né? Quer dizer que o camarada perdeu o tempo dele todinho com gente trabalhando, com comida e tal, né? Agora tem vezes que você bamburra. Bamburra é quando acerta em cima do metal. Para a gente trabalhar em metal precisa ter experiência também. gente tem que baixar uma cata onde a água jogou, faz o jogo da água, aquela ressaca assim, que o minério concentra todinho assim. o a água vai para ali, que que faz que faz a aquela <laughs> ressaca aqui e o nego tirar daquele lado, ali não tem nada não. É bom, muitas vezes, dentro de garimpo, tirar cata de dar mil quilos, dois mil quilo, mil e quinhentos quilo de cassiterita, né? bom trabalhar em garimpo. assim, rapaz, quando é de noite, na na te tem aquelas currutela, né?

Mato gente que é uma coisa medonha. Lá tem cemitério dentro do garimpo só de gente que mata lá dentro do garimpo Pessoal mata por causa de pedaço de terra.
E quando tinha garimpo era muita gente?
Muita gente. Garimpo tem vinte mil pessoa. É Cada garimpo vinte mil, trinta mil, dez mil pessoa. aqui aqui dentro de Rondônia teve muitos garimpo Eu trabalhei, ó. Trabalhei no Oriente. trabalhei no Madeirinho, trabalhei em São Lourenço, trabalhei na Maciza, na Maciza, trabalhei em cinco setores de garimpo aqui dentro de Rondônia. Aqui foi um lugar rico, muito rico de cassiterita. Depois o ouro aqui no Madeiro, deu muito ouro, mas nunca trabalhei com ouro, não. Mas aqui nesse Madeiro tem muito ouro também.
um minutinho, senhor.